Silvia, eu queria que você contasse um pouco ãh.

Meu avô ele participou da Segunda Guerra Mundial e nasceu na Romênia. Eu sou descendente de judeus ciganos e da e ele veio para o Brasil fugitivo. Encontrou minha avó, que é filha de italiano. E aí eles se casaram e aí veio toda a família.
E eles vieram para São Paulo?

Nós somos todos de São Paulo, menos minha mãe.
Sua mãe é de onde é?
Minha mãe nasceu em Avaré. Avaré? Minha mãe nasceu em Assis, morou muito tempo em Avaré.
Essa origem da família, você falou que eles eram judeus ciganos. Você sabe alguma história desse período? Por que que ele veio? De que forma? Dessa viagem do seu avô?
Então, o que o que eu sei, assim que aliás, também eh claro, a gente tem que aceitar a nossa descendência, né? Mas eh o que me chateia muito é que, na época, a Romênia, todo aquele aquele aquele pedaço Bucareste, era nazista né então eh. Gente, a minha família lá sofria muito. Sem não tinha escolhas, não tinha livre-arbítrio como a gente tem aqui né aqui no Brasil. Então, o que eu sei é isso, que são pessoas muito humildes, pessoas eh psicologicamente muito pressionadas. e que encontrou no Brasil uma forma eh de liberdade e nem se adaptou muito. Meu avô não falava português, mas ele não se adaptava muito aqui, porque passou por por tanta por tanto sofrimento, tanta represália, que eh isso aqui, o Brasil, não era o o lugar de origem. Eu acho que as é tipo assim a pessoa cresce naquela situação e depois ela tem dificuldade para mudar, mesmo que seja para melhor.
Ele já veio com quanta idade, você sabe?
O meu avô devia ter uns uns quarenta e poucos anos, eu acho.
Você chegou a conviver com esse avô?
Eu cheguei. Sobre ele. Ah, ele não falava português, ele era um assim uma pessoa meio traumau traumatizada, não gostava de criança. Não gostava de nada, aliás, eh ele vivia tenso e muito quieto sim. As poucas coisas que eu lembro dele.

avó? Você falou que ela era que era casada com ele, era descendente italiano, né? É.

E como é que ela era?
Então, minha avó era super amorosa. Até julgo que minha avó foi minha mãe, assim, por muito tempo. E tomou conta de mim, dos meus dois irmãos, né? Um mais novo um ano, um mais velho um ano. Mãe do meu pai. E minha avó era bem tipo mulher assim para cuidar de casa, da família. E muito amorosa, justamente por ela ter só dois filhos, que é meu pai e a minha tia, que estão vivos, Então, ela ela se ela eh gostava muito, assim, nós, por parte do meu pai, eh tínhamos uma uma dificuldade maior no relacionamento na escola, com a família, meu pai e minha mãe, e já por parte da minha tia, não, já era melhor. Então, minha avó, ela se sensibilizava muito com a gente, por parte do meu pai,
né? Eh, você morou com ela?

Eu morei um tempo com o meu avô.

Que que período assim? Quantos anos você tinha? <sighs> Ãh
Deixa eu me lembrar... Eu devia ter uns ãh onze anos, Nem morei com a minha avó. A verdade é que a gente não tinha onde morar e ah e não sei quem alugou um uma kitnet, alguma coisa assim, para a gente ir na Aclimação. E a minha avó, desesperada, não sabia onde estava o meu pai, que é o filho dela, e ela veio ficar com a gente um tempo assim. Depois, ela morando com minha tia, eu fui morar com a minha tia. Mas quem cuidava de mim dentro da casa era a minha avó.
Vamos voltar um pouquinho, só um pouquinho antes. E do lado da sua mãe? Você chegou a conviver com seus avós maternos? Você falou que sua mãe nasceu em Assis e foi criada em Avaré? Conta um pouco desse lado da sua da família da sua mãe.
Então, menina, minha mãe, assim, é é muito complicada a história, mas também é fácil de dizer, porque eu lembro da minha mãe até meus oito anos de idade. Daqui, dos oito anos para cá, muitas mudanças aconteceram na nossa vida. Então, assim, o que eu sabia até então é que minha mãe nasceu em Assis eh. Ela tinha um sonho muito grande de vim para São Paulo, de ser atriz né, assim como meu pai também. E a a mãe da minha mãe, que era que chamava-se minha avó Sebastiana, eu vivi um tempo com ela em Assis, e naquela época o chão era de terra, ainda passava cavalos eh com charrete, vendia aquele docinho de leite de coninho na porta. E eu tenho umas umas lembranças muito assim estranhas assim dessa época, sabe? Tinha um pé de limão na casa na casa do irmão da minha mãe, meu tio Silvio. E a gente subia. E e meu tio era bravo, não podia descer do pé do limão. A gente ficava lá. Aí eu eu às vezes eu eu chupava limão e eu tinha fome, não podia descer. Não sabia onde estava minha mãe. Muito estranho assim, sabe? A minha mãe ela ela se aventurou em vir para São Paulo. Foi quando ela conheceu meu pai. Depois, anos mais tarde, quando a gente se separou e a família do meu pai, que tinha uma condição melhor aqui em São Paulo, expulsou minha mãe várias vezes, de São Paulo mesmo, assim, por ter um um rol de relacionamento militar, essas coisas, expulsou minha mãe. E ficou proibido de falar sobre minha mãe na casa da minha tia, onde eu cresci um uma época. Hoje, isso aí é crime, né? Hoje é crime você não dar permissão de falar sobre sua mãe e seu pai, ou falar mal, né? Então, minha tia vivia falando mal da minha mãe, e eu tive uma impressão terrível, e eu vivia procurando minha mãe.

Tem tem um... Tem um um programa do Paraná, é zero oitocentos alguma coisa, que você liga, manda fotos, material, para procurar alguém da família. E minha vida inteira eu procurei minha mãe.

O que eu sei, que eu tenho inclusive fotos, é que minha mãe e meu pai eram muito bonitos. E os dois tinham me sonhos parecidos, de ser ator, minha mãe atriz, meu pai uma época quis ser aviador, e eu acabei fazendo tudo o que eles queriam. Eu fui da aviação, eu viajei o mundo, né eu estudei o que eles não fizeram, estudei idioma, japonês, inglês, e e hoje eu sou atriz profissional, estou em cartaz com duas peças, tudo. Então, os sonhos deles não se realizou por completo, mas eles chegaram a fazer novela na tê vê Tupi e tudo. E daí, essa minha tia expulsava eh a minha mãe de São Paulo. E uma colega do da minha tia, do meu pai, que era esposa de um um grupo de... Titulares do samba, eu acho. Um negócio assim, um grupo antigo que eram de deficientes visuais que tocavam samba, não sei se você lembra. Titulares do ritmo? Alguma coisa assim. Bom, então, a esposa de um desses músicos falou, olha, eu sei onde a sua mãe está. Isso eu tinha treze anos. Você sabe onde minha mãe está? Eu falei, eu sei, ela está em Avaré. Daí, eu lembro que na véspera da Páscoa eu peguei meu irmão mais novo do que eu. Nós pedimos dinheiro emprestado. Nós entramos num ônibus, nós fomos para Avaré, ninguém ninguém brecou a gente no caminho. E eu cheguei na nesse local que era uma uma casa de estrada, assim, muito grande, bonita. E tinha uns menininhos, dois menininhos, assim, eh nem sei. E uma menininha, assim, uns cachorros. E tinha uns funcionários, assim. E eu procu eu eu perguntei pela dona Juraci e ninguém conhecia. Não porque minha mãe mudou de nome, o nome dela é Raquel. Então, ninguém sabia quem era a Juracy.

Aí falaram, ah, dona Raquel. Eu falei, Raquel? Olha, quem é você? Eu falei, ah, eu sou a filha dela. Não tinha mais nada para falar, eu sou a filha dela. Aí mandaram eu ficar esperando, eu fiquei esperando, eu e meu irmão. E aí tinha um monte de galinha, a gente começou a brincar. Ficamos brincando o dia todo, assim. E aí, quando começou a escurecer, eu falei, Cacareco, nós temos que ir embora. Vamos embora. E esses meninos, tinha um que era mais eh dado, assim vamos dizer assim, grudou na minha perna e falou, não, não vai embora, não. Eu falei, olha, vem cá, a dona Raquel está onde? Ela não está aqui, mas ela a hora que ela chegar, ela conversa com você. Enfim, eu não conseguia falar com a minha mãe. Não entendi nada e nós pegamos o ônibus e uma charrete até onde tinha uma rodoviária e viemos embora de novo e disfarçamos na casa da minha tia que estava tudo bem, nada tinha acontecido, tudo sujo. Não vi minha mãe. Anos mais tarde, agora, quatro anos atrás, toca meu telefone em casa, eu estava dormindo, tinha acabado de chegar de uma festa. Esse japonesinho é meu irmão. Os dois meninos e a menina são meus irmãos, que minha mãe se juntou com um japonês e aí teve os os uh as crianças e o cara morreu, tomou um tiro o japonês e morreu. Então minha mãe, minha mãe muito humilde, ela falou, eu não sei o que fazer com esses meus filhos, eu vou atrás do avô deles, pegou uma autorização e colocou dentro de um avião, menor de idade, foi tudo embora para o Japão. Aí eles moram lá há quatorze

Mas eles ficavam sempre atrás de mim porque eles me viam na televisão, eu estava sempre aparecendo num projeto musical que eu fiz. Então eu fui para o Japão, cantei lá, cantei aqui no Brasil, saí no Fantástico. E eles acompanharam todo o meu meu minha trajetória artística e eu não sabia. Aí, nesse momento, minha irmã ligou e eu falei, quem?

Geise, a sua irmã, a filha da da Raquel. Eu quase caí da cama, né? Eu falei, nossa, o que que é isso está acontecendo? Eu falei, você está onde? Ela falou, estou no Japão, não sei o que lá. Eu sei que as coisas começaram a clarear, minha vida começou a clarear agora assim, sabe? Porque até então eu estava bem sem referência, assim... Assim sabe, sem saber quem era exatamente a minha mãe, eh se a minha mãe era esse bicho de sete cabeças que minha tia sempre falou. Ou também muitas vezes não deixava falar o nome dela. Então, minha adolescência, embora eu procurava minha mãe, eu sempre achava que minha mãe era uma pessoa terrível, assim, de mau caráter, né? Então, eu queria até encontrar com ela para dizer o que eu achava dela, mas eh depois, quando eu encontrei com minha mãe, não foi nada disso. Daí, assim, emocionalmente, eu comecei a me libertar de quatro anos para cá, assim... Embora tudo que eu fiz na minha vida, eu tive muita, vamos dizer, sorte, entre aspas, eu fui sempre muito protegida pelo pelo nosso amigo lá em cima. Eh e a minha família me olha com muitos bons olhos, porque eu sempre fiz tive sucesso no nos meus empreendimentos, vamos dizer assim. E fui a a mais bem-sucedida de todos os irmãos, inclusive eh os japonesinhos, né que eu chamo eles de japonesinhos. Então... Essa é minha mãe, assim, sabe? Ela nasceu em Assis eh. É uma uma uma mulher muito bonita, tenho fotos dela. E tinha sonhos muito grandes, assim, e eu acho que eu herdei dos meus pais esses sonhos que eu tenho. Principalmente hoje que eu que eu estou me dando ao luxo, vamos dizer assim, de realizá-los, né? Eu já tentei várias vezes realizar sonhos da minha vida, mas eu não conseguia. Porque chegava um momento que eu tinha contas para pagar, e aí eu tinha que parar tudo, voltar a trabalhar, e justamente por não saber não ter o apoio né do pai, da mãe. Então, isso me prejudicava demais. Mas agora eu cheguei num momento que eu falei, agora a vida ela está cem por cento, está tudo resolvido, e agora eu vou realizar todos os meus sonhos. E e estou conseguindo.
Vamos voltar um pouquinho. Você falou que eh então na sua casa eram três, os seus pais e as suas mães são.
Então, era meu pai, minha mãe, o Carlos, o Pedro, eu. E minha mãe era enfermeira, uma época da vida dela, que nós morávamos em Santos, no Gonzaga. E teve uma senhora que teve um filho e não quis a criança. Então, minha mãe pegou essa menina. Chama-se Suzete. Eu não sei por onde ela anda, não sei se ela está viva né. Eu sei que a uh uh a família dos do meu pai expulsou minha mãe e essa minha irmã adotiva. Então, eu fiquei sem contato.
Conta um pouco para a gente. Então, vocês quando seus pais se conheceram, você sabe alguma história de como se como eles se conheceram?

Pode contar? Quer contar para gente?
Ah, posso. Deixa eu ver se eu conto direitinho, assim. Né? Porque muitas coisas eh eu tenho que tomar cuidado que se não é a minha imaginação. Porque eu cresci com uma uma imaginação e eu tenho só quero tomar cuidado com isso, entendeu? De não falar o que a minha imaginação criou e aquilo sim que meu pai falou e depois eu ouvi a minha mãe dizendo e eu concluí.

Bom, meu pai, filho do meu avô que veio da guerra, né, romeno, judeu, cigano, andarilho. E meu avô veio nascer meu pai aqui no Brasil. Minha mãe nasceu em Assis e tinha um sonho de ser alguém em São Paulo. Pelo que eu sei, assim, que meu pai me contou, a minha mãe, ela conheceu um rapaz aqui em São Paulo. Essa e a minha avó, que é a mãe da minha mãe, minha avó Sebastiana, não sabia exatamente aonde minha mãe ficava. Ela ficava nos pensionatos, não sei aonde, aqui pelo centro da cidade, alguma coisa assim eh. Me incomodou muito o que meu pai disse para mim em uma época. que esse meu irmão mais velho, Pedro, eu vim descobrir agora, não é meu irmão do do meu pai. Mas como meu pai gostava muito da minha mãe, ãh eles namoraram um tempo, a minha mãe se afastou e conheceu essa outra pessoa, e nasceu esse meu irmão Pedro. E meu pai gostava muito dela, e na época era uma vergonha a mulher estar grávida sem ter um marido. Não é como hoje, né? Então, meu pai assumiu esse meu irmão. Mas eu eu fiquei sabendo isso agora também. Há quatro anos eu fiquei sabendo tudo, né? Assim, da minha vida, da minha família. E me parece, eu não tenho certeza, que eh que minha mãe, nessa fase, que passavam uns momentos muito apertados por aqui... Segundo meu pai me disse, e informações da minha tia, que a minha mãe, estava ela corria ãh um assim um risco grande assim de de estar numa prostituição ou não. Isso eu não sei afirmar, porque minha mãe não afirmou isso para mim. Eu perguntei entrelinha em linhas para ela, ela não me falou. Mas eu achei que não era direito meu também de invadir a vida dela. É problema dela se ela fez isso ou não, né?

Depois meu pai achou que gostava muito da minha mãe e não queria que a minha mãe passasse essa humilhação. Mais uma, vamos dizer assim. Então casou com a minha mãe. Aí já tinha o Pedro, depois nasceu eu, nasceu o Carlos. A gente apelidou ele de Cacareco, assim. Meu pai apelidou, não sei porquê, e ficou.
E aí vocês moravam aonde nessa primeira infância?
Nós morávamos em Santos, na no Gonzaga.
Mas como é a sua família? Vocês Eles casaram aqui, né? Não Por que que eles foram morar em Santos? Conta um pouco, você sabe por quê?

Eu sei que meu pai trabalhava dia de semana em São Paulo e no final de semana ele viajava. Eu entendi, assim, claramente que que eles brigavam muito, assim por ciúmes, por falta de não realização profissional,
O seu pai eh eh passou a trabalhar com o quê? Essa coisa de viajar, que trabalho que ele fazia?
Meu pai desenhava móveis, fazia figuração em no em novela na época. Minha mãe também fazia, trabalhava no hospital, fazia várias coisas, assim. E meu pai... E eu ah e e até onde eu sei, de final de semana, ele vinha para Santos. A gente ficava juntos. Eh e era muito bom quando meu pai chegava, assim... Porque ele tinha um jeito muito eh alegre, assim. Meu pai foi muito brincalhão, assim. Então, eu lembro que ele fez uma pipa muito grande, assim. E eu era pequena, não sei lá, acho que desse tamanho, assim. Então, ele me pôs no colo dele e eu segurei a pipa e, sinceramente, meu corpo começou a a voar a subir um pouco porque estava muito vento e eu era pequena. E coisas que eu lembro, assim. Tipo, nós três, a gente pendurava no pescoço dele e não tinha Suzete ainda. E ele entrava no fundo do mar assim e soltava. A gente desesperado saia tudo nadando, né? E não se afogava. Coisas assim, a queijadinha. Então, muitas vezes eu não lembro, eu não comia direito. Aliás, eu não como direito até hoje. Não sei se é pela infância que eu tive. Eu nunca me alimentei direito. Então, assim, eu lembro... A única coisa que eu lembro que eu comia era a tal da queijadinha na praia. Eu esperava, assim, ansiosamente para comer essa queijadinha, assim, na praia. E daí chegou um momento que tinha uma vizinha da minha mãe, alguma coisa assim. Eu não sei se essa mulher... tirava minha mãe da do do prumo dela, sabe da coisa de família, e elas saíam para dançar. Como eu disse, minha mãe era muito jovem, muito bonita, e meu pai também. Então, eu descobri que naquela época tinha traição. Eu descobri agora. Tanto da parte do meu pai, que São Paulo, quanto da parte da minha mãe, lá em Santos. E essa vizinha era era, assim, a inimiga do meu pai. Falava mal do meu pai, que meu pai traiu minha mãe. E minha mãe, acho que com raiva, traiu meu pai. E assim... Ah, coisas estranhas, assim. Tipo, o que meu pai disse. Minha mãe dava vinho para gente dormir. E a minha mãe saía. Nós tínhamos uma babá. Eu lembro dela que ela tinha uma boca torta assim, sabe? E E muitas vezes ela não estava em casa e minha mãe saía.

acho que no décimo segundo andar, alguma coisa assim, um prédio bem bacana, mas a nossa vida era extremamente conturbada. Éramos crianças bonitas, eh família bonita, eh condição financeira, mas era tudo conturbado. Eu lembro que o meu irmão Carlos, eh ele foi ver na janela, não sei o quê, e caiu a janela na mão dele. Ele perdeu a ponta dos dedos, assim, teve que refazer. Depois um cachorro nosso ouviu o gato chorando e pulou também pela janela. Então a gente vivia sempre com bastante história para contar, assim. E daí o que que aconteceu é que a minha mãe ela começou a ficar muito perturbada, assim. ou não sei se eu fui crescendo, fui entendendo várias coisas. E daí, infelizmente, a minha mãe ela começou ah a me bater muito, me bater, me bater. Ela batia de fio de ferro, ela batia de de espada de São Jorge, ela ficava doida, qualquer coisa. E depois eu vim saber porque eu chorava muito. Eu chorava muito, muito. E eu lembro algumas vezes que eu chorava mesmo, que eu soluçava, assim, sabe? E aí minha mãe começou a mudar, assim, ela começou a me bater muito. E quando eu... Meu meu corpo ficava todo marcado, assim, ela enchia... Na época na época não tinha hidro, tinha banheira, né? Assim, com sal grosso, e me punha dentro, assim, sabe? Eu gostava tanto dela... E ela fazia isso comigo, não sei porque. Assim, não sei se ela estava muito estressada, sabe? Hoje eu sou mãe, às vezes eu fico pensando, nossa, <sighs> que sufoco, né? Apesar que o meu filho é tão bonzinho assim, não não eh eu passo longe de ter esse tipo de problema, graças a Deus, esse estresse tão grande. Mas eh esse comportamento dela gerou dúvidas, eh insegurança com meu pai. E um dia meu pai veio numa quinta-feira. Ele veio fora da da da do dia certo, que ele costumava vim de sexta. E daí ele me pegou com as costas toda enver cheia de vergão, assim, e eu sabia que meu pai ia descobrir. Por mais que minha mãe batesse em mim, cada vez eu gostava mais dela, porque eu sentia que ah o que ela estava fazendo comigo ia me afastar dela. Então eu vivia em pânico, sabe? E meus outros dois irmãos ela não batia, era mais eu, assim. E aí esse dia meu pai esse dia foi um dia importantís importantíssimo assim na nossa vida. Meu pai chegou e e chegou do nada. Eu saí correndo e coloquei uma roupa uma roupa, um casaco, assim uma blusinha. E meu pai falou, deixa eu ver suas costas. E eu comecei a ficar desesperada. E quando e realmente não podia nem mexer assim. Eu devia ter aí uns oito, sete para oito anos, mais ou menos. E daí eu estava com muito hematoma nas costas, na mão. no rosto que assim apanhava muito você é como se fosse uma surra de de um assaltante que pega uma pessoa na rua e detona a pessoa apanhava muito assim boca sangrava tudo minha mãe estava muito estressada e era só comigo sim vassoura de não é vassoura de pelo essa outra vassoura que tem a ponta dura assim piaçava né que se fala E ela ela me furou inteira uma vez, assim, com a vassoura, sabe? E eu não entendi o porquê, mas eu chorava porque eu queria abraçar minha mãe, eu queria eh... O carinho da minha mãe, e ela começou a ficar nesse estresse muito grande. Meu pai viu, e quando ele quando eu vi que não tinha mais jeito, ele viu minhas costas e meu rosto, tudo. Ele correu para o apartamento, tinha um corredor muito fu ãh comprido assim, um apartamento grande, e tinha um quarto, minha mãe estava lá. E aí eu corri atrás, mas eu vi meu pai batendo na minha mãe, assim, demais, assim, sabe? Minha mãe caindo entre cama, assim. E daí para para cá, minha vida... Daí até quatro anos atrás, a minha a minha vida se perdeu, assim. Eu perdi toda a minha identidade. Eu só lembro disso, assim, como... Como filha, né? De pai, de mãe. E como alguém que tinha uma cama para dormir, um colégio para ir... Daí para para cá assim eu perdi tudo. Perdi absolutamente tudo. Eu fui morar com a minha tia.
Aqui em São Paulo?
É. Morar com a minha tia. E essa minha tia era assim... Ela tinha... A minha mãe veio morar junto. A minha tia tinha muitos filmes da minha da minha mãe, minha mãe muito bonita, minha tia gorda, que nem a filha da minha tia, minha prima, que eu a adoro de paixão, mas já faleceu, mais nova do que eu. Essa minha prima também, gorda. Então, quando a gente era adolescente, os rapazinhos, os menininhos, tudo era tudo comigo. E aí minha tia tinha raiva de mim, tinha raiva da minha mãe, sabe? E ficava uma coisa estranha, assim, mal resolvida, e eu não entendia o que que era. Eu nunca entendia o porquê que as pessoas tinham essa reação de raiva, assim, sabe, de inveja. Eu nunca entendia isso, eu nem sabia que era isso, na verdade. Daí a gente foi morar com a minha tia. E foi Aí aí começou uma fase bem perturbada, porque minha mãe morou junto e chegou uma fase que que a minha tia não aguentou. Minha mãe era praticamente que a empregada da casa, assim como eu também era. Meus dois irmãos nem nem tanto, eles sofreram menos. Mas nós duas, como mulher, a gente sofria muito. Preconceito da parte da minha tia. do marido da minha tia, que eram muito ricos, ainda tem empresa até hoje de lingerie e. E éramos uh ah os pobrezinhos, os coitadinhos no Natal. Papai Noel passava, mas não era para gente. Papai Noel não parava para gente, só parava para os ricos. Para os pobres, ele não parava.

Chegou uma época que a minha tia cansou, não sei o que que acon que aconteceu, meu pai batia na minha tia, uma confusão, e eu vivi vendo essas coisas, assim. Daí minha mãe sumiu. E eu não sabia por quê, então eu vivia chorando porque que minha mãe tinha me abandonado, meus irmãos, e ninguém me respondia. Era proibido falar da minha mãe. E quando eu perguntava, as pessoas faziam cara feia. E a minha avó, coitada, que sabia de tudo, não podia falar. Então, estudei em colégio público eh. Quando chovia, eu vinha andando, assim, eu, meus irmãos, a gente vinha andando embaixo da chuva, aproveitava aquelas calhas que caía água, já já tomava banho, sabe assim? E daí nunca mais eu eu soube, assim, da minha mãe, Até um dia que... É que faz tanto tempo, eu estou tentando lembrar exatamente. Minha mãe bateu na porta da casa da minha tia e eu que abri a porta, eu vi que era minha mãe, e ela falou, chama seus irmãos e vem correndo. E daí eu chamei em silêncio, né? a mamãe está na porta? Mas eu também já não sabia mais onde estava meu pai. Estava na minha tia. E daí a minha mãe enfiou a gente dentro de uma perua Kombi e nós fomos parar em Avaré. No meio do mato. E dali fomos para Assis, na casa desse meu irmão, meu tio Silvio. E minha mãe já não ficava lá também, então eu não sabia... Não sabia que ele era o irmão da minha mãe, não sabia eh o que que eu ia estava fazendo lá, não tinha escola, assim... Mal tinha comida, eu lembro que tinha só... Quando eu acordava tinha eh chá preto, pão e manteiga. E eu acho o máximo, assim, chá preto, pão e manteiga. E era uma coisa que eu comia, assim, com muito gosto. Nossa, era tudo para mim. Eu só tinha isso, então era... E o limão, né? Então, assim... Dessa época, meu pai achou a gente. E quando eu acordei, eu era criança, quando eu acordei eu estava na casa da minha tia de novo. Daí nunca mais eu vi minha mãe.
Só um parênteses essa sua tia era onde que morava aqui em São Paulo? Que bairro que é?
Morava aqui no Cambuci, na Rua Escoveiro. Uma travessa da eh... Rua Escoveiro? Não era É na Rua Escoveiro, uma travessinha. Esqueci o nome da rua. Paralela com a Rua Lavapés. Cambuci, bem pertinho do Cambuci.
E seu pai morava junto ou não?

Ele morava onde?
Sei, não sei. O que eu entendi é que assim às vezes o ego da pessoa é tão grande que ele quer mostrar que ele tem poder e ele acaba destruindo tudo. Principalmente se ele tem pessoas que dependem dele. Se meu pai não tivesse um ego tão grande, que assim que ele puxou muito da da família mesmo, da da da do da minha da minha tia, sabe? Eles eram muito assim, um ego muito grande, muita frescura, nós podemos, somos poderosos. E se não fosse esse tal ego, eh um pouco mais de humildade, meu pai deixaria nós com a nossa mãe e viria nos ver. Ele cortou, simplesmente, ele e minha tia cortaram o nosso elo com a nossa mãe.

E vocês ficaram morando até quando com a sua tia?
Então, eu acho que eu tinha uns treze, doze Puxa, esqueci o nome dela. É uma travessa da Escoveiro. Até que um dia, com toda razão, minha tia se cansou, né porque meu pai também não aparecia, não ajudava, minha tia já tinha os três filhos dela. Ela foi embora, mudou para a Rua Escoveiro, e nós ficamos sozinhos nessa casa, eu, meus dois irmãos e um cachorro. Assim, não tinha móveis, não tinha nada. E nós ficamos lá. Sem, daqui a pouquinho eu lembro o nome dessa rua. E a gente não sabia o que fazer, assim. Antes disso, essa casa que nós morávamos, que é da minha tia, com o meu tio, tinha uma outra casa em cima. E eu lembro que a minha tia falou, olha, você vai morar na rua na casa de cima. E aí era todo o pessoal conhecido, assim, da rua, sabe? Tinha as festas de Natal, Papai Noel passava... Tinha um primo de segundo grau meu, que é da parte do do marido da minha tia, que tinham muita condição, então eles tinham ele tinha kart, e nessa rua de domingo ele corria de kart. Então a gente estava sempre infiltrado no meio de coisas interessantes, assim, sabe? E daí minha tia falou, você vai morar lá em cima. Aí pegou uns cabidinhos meus, colocou no armário de de uma moça. Né assim nem quero falar o nome dela também e Quando ela chegou assim, ela não gostou das minhas roupas e começou a jogar tudo no chão. Então assim eu não conseguia me identificar. Assim, sabe? Onde estava meu pai, onde estava minha mãe, quem eu era, o que que eu o que que eu estava fazendo. Eu lembro que na casa da minha tia, tinha assim embaixo da escada, tinha uma cortininha e tinha um tipo de um depósito de livros. Tinha Barça, Atlas, né? Antigamente usavam muito Atlas. E e eu vivia eu até dormia lá, assim encostada assim no cantinho. Eu vivia vendo as fotos dos animais, eh lia alguma coisa que eu sabia, lia um pouco sobre os continentes. Sim, sabe? Sobre as árvores, isso... Eu eu ficava fascinada sobre os passarinhos. Isso aí praticamente era a minha história, assim. Sempre lendo, sempre vendo livros, assim. Na escola, quando tinha biblioteca, eh eu esquecia do horário da aula, eu ficava vendo as fotos, assim. Nossa, olha isso, as cores, assim. E com, acho que uns doze ou treze anos, minha tia mudou e nós ficamos lá.
Vocês ficaram sozinhos e depois, como como vocês saíram de lá? Olha, nós ficamos um tempo
sozinhos ãh e A irmã desse meu tio, que era muito rica, que tem essa fábrica de lingeries até hoje, bem conhecida, nós tínhamos... Esse cachorro Sunny era da minha prima. Era um Fox Terrier. E eu tinha paixão por esse cachorro, sabe? E essa minha tia de segundo grau, ela veio e pegou esse cachorro... Eu fiquei sabendo que ela foi numa estrada e largou o cachorro. E conforme ela foi indo com o carro, o cachorro foi indo atrás. Nossa, eu chorei anos por causa disso. Anos. E por incrível que pareça, a minha vida era o meu cachorro. A minha prima, né?

A minha vida era aquele cachorro. Eu já não tinha escola, eu já não tinha meu pai, minha mãe. Eu tinha o abandono e o desprezo de todos, inclusive da minha tia, menos da minha avó. Mas a minha avó não podia falar. E aí quando eu soube que essa minha tia pegou esse cachorro e levou e largou em a na na estrada, eu fiquei pensando anos mais tarde, eu pensei, mas por que ela fez isso? Por que ela não jogou eu e o cachorrinho na estrada? Porque eu sozinha eu tinha medo, mas com cachorro eu não tinha. Eu pensava, que loucura, né? Eu pensando assim, nossa. Daí nós fomos morar eh... Não sei se foi minha avó, alguém alugou uma kitnet para gente. Uma rua de cima, na rua São João Batista. Perto do Caetano de Campos. Aqui da Aclimação, sabe? E nós fomos morar nessa kitnet. E a gente não tinha estrutura nenhuma, não tinha comida. Aí minha avó brigou com a minha tia e veio ficar... A gente era tudo pequeno. Pré-adolescente, né? A idade do meu filho hoje. E daí eu lembro que a minha avó tentava, assim, sabe eh? Ajudar a gente. Ela vendeu um terreno para fazer... Comprar comida para gente. A gente não tinha escola, era complicado. Daí não deu certo, eu acabei voltando a morar com a minha tia, na rua Escoveiro. E daí as coisas apertaram mais, porque minha tia não gostava e eu sempre fui uma pessoa muito justa, honesta. E meu tio teve um... Ele teve um problema de sangue, eu não sei falar o nome. Ele teve um problema de sangue, reumatismo no sangue. Ele começou a perder todos os movimentos, assim, dos ossos, aquelas coisas todas. E eu adorava esse meu tio de paixão, porque, embora eu eu fosse um estorvo na vida dele, eu e meus irmãos, ele era amoroso comigo. E eu descobri que a minha tia, ela traía meu pai, assim, diretamente, porque meu tio estava tão doente, e ela traía meu pai com um policial, sabe? Cara, nem vou falar o nome dele, eu lembro todos os nomes. E e eu e eu fiquei eu ficava chateada de ver aquilo, meu tio não sabia e eu sabia aquilo, sabe? E quem sustentava tudo era meu tio, que é que veio de uma família rica e doente, e minha tia traía ele, assim, então eu via aquilo eu não gostava, sabe? E também a tia mandava eu sair para trabalhar e eu tinha muita vergonha. Eu tive muita vergonha, assim, sabe? Eu não pedia nada, eu passava fome, eu eu não tinha onde estudar. E eu não falava nada para ninguém, porque eu tinha muita vergonha, assim, de falar as coisas. Porque todo mundo tinha tudo e eu não tinha nada, então eu era anormal, eu estava com problema. Eu pensava, então, eu não vou falar meu problema, eu vou ser diferente. Então, esse... Meu tio me ajudava muito, meus irmãos também. E minha tia me mandava sair para trabalhar e eu não sabia o que fazer. Aí Não sei o que eu vi no jornal para tipo assinar a revista Veja. Você saia batendo de porta em porta. Eu não conseguia fazer isso. Eu não sabia fazer isso. Então, eu ficava sentada ali no Masp Trianon. Eu ficava sentada à tarde. Eu era muito novinha assim, sentia muita vergonha. Eu não conseguia fazer isso. E um dia que eu cheguei em casa, eh a minha tia perguntou se eu tinha trazido dinheiro e eu falei para ela que não. Aí eu falei, vó, tem almoço? Estou morrendo de fome. A minha tia falou, aqui na na aqui não tem almoço e aqui não é hotel que você chega fora de hora e vem comer. E me xingou de vagabunda e um monte de coisa. Bom, primeiro começa que eu era proibida de abrir geladeira na casa da minha tia, eu e meus irmãos. Nós não podíamos. De jeito nenhum. Eh Dali para Romênia era um um passinho, né? Era tudo controlado, inclusive mentalmente, emocionalmente, os os sentimentos, tudo. O que a gente o que a gente tinha que falar era tudo extremamente controlado. Eu cresci assim, né? E daí, nesse dia, a minha tia me xingou e eu peguei e xinguei ela também. Ela me xingou de vagabunda, eu também chamei ela de vagabunda. Daí ela correu atrás de mim e eu falei... Eu corri para o banheiro, me tranquei e falei para ela, eu sei muito bem o que que a senhora está fazendo e eu vou contar tudo para o meu tio. Ela falou, eu vou te matar, não sei o que lá. Eu fiquei morrendo de medo. E aí minha avó coitada no meio, sabe, da gente. Minha tia falou, eu vou te pôr na rua. Eu tinha quatorze anos. Você vai embora para a rua, eu não quero mais você aqui. E nesse momento, meus dois irmãos já não moravam mais com a minha tia. Um morava no na rua São João Batista, na casa de um coleguinha, e o outro morava no mesmo prédio, na casa de um outro coleguinha. E a minha tia só faltava tirar eu da casa dela. E daí eu eu estava com tanto medo, porque era ela... O meu primo, minha outra prima, os três queriam me bater. E eu gritava, chamava minha mãe, eu chorava, desesperada, assim, acuada mesmo. E eu tinha pavor de apanhar, como eu tenho pavor de apanhar hoje. Então, se eu sentir que eu vou apanhar, eu bato. Hoje eu sou assim, de tanto medo que eu fiquei de apanhar.

Silvia, você estava dizendo que seus irmãos já moravam não com a sua tia, já tinham saído e que sua tia estava praticamente expulsando você, né?
Ah, sim. Então, aí no aí eu fiquei trancada nesse banheiro e nós nós conseguimos negociar que se ela deixasse eu sa eu pa... Se ela não me batesse, eu saía do banheiro direto para para o elevador, dali eu ia para rua. Mas contanto que ela não me batesse. Daí ela aceitou. Então ela fez uma trouxa, minha roupa, o meu violão, que, aliás, eu queria ter trazido, né? Meu violãozinho. Tem violão aí?

Vou tocar uma música minha. É meu violão e uma gaiola de um passarinho que eu tinha. E ela e eu desci e fiquei na porta, na na rua Escoveiro, que dá na rua Lava Pés ali. Eu fiquei ali, era uma quinta-feira, quatorze anos, não sabia o que fazer. Extremamente eh ingênua, inocente. Fiquei ali, aí o dia começou a escurecer. E tinha uma uma senhora, que essa eu vou falar o nome dela, Cecília. porque eu adoro ela de paixão, não nunca mais a vi, não sei por onde ela anda, se ela está aqui na Terra ainda, se ela não está. Mas eu lembro que ela passou e falou, ô filhinha, o que você está fazendo? Eu chorando, eu falei, olha eu estou eu minha tia brigou comigo e me pôs na rua. Ela falou, mas você cadê seu pai? Eu falei, não sei. E a sua mãe?

E e onde você vai? Onde você está Eu falei eu estou, não sei, também, estou aqui. Estou esperando, né, alguma coisa. Daí ela ficou tão passada e ela subiu. Aí minutos depois ela desceu e ela falou, você quer que eu falo com sua tia? Eu falei, eu quero. Aí ela falou com minha tia, minha tia não me queria mais, porque eu xinguei minha tia e falei a verdade para ela, só isso. E daí eh ela desceu e falou, oh realmente, sua sua tia está brava, não quer mais, eu não sei o que eu vou fazer. E agora? Eu falei, não sei. E o pior é que eu estava estudando, né, no Caetano de Campos ali. Então, pensei, e agora? Como que eu vou para escola também? Complicou, né? Aí ela falou assim, bom, então vamos até minha casa e eu vou falar com os amigos, vou ver o que a gente pode fazer com você. Eu falei, está bom. Assim, eu era do tipo que entrava muda e saía calada, eu não eu não tinha opinião sobre nada, eu não eu não eu não me manifestava em nada. O máximo que eu consegui falar foi esse negócio da minha tia, porque realmente era muito humilhante o que eu sofria, a pressão psicológica que eu sofria com ela, ela falando que a minha mãe era à toa e e eu não passava de uma empregada na casa dela e Recentemente ela tinha me dado um tapa na cara e aquilo ali para mim já já tinha acabado, assim, sabe? Agressão física e e moral ali para mim, morar na rua era muito melhor, com certeza. Daí a Cecília me acolheu na casa dela. Eu lembro que ela me deu um licorzinho de rosas, assim, sabe? Tinha essa coisa do do catolicismo, não sei o quê. Foi uma E tinha um perfume a casa dela, sabe? E ela já era uma senhora na época. Daí ela me deu esse... E ela falou assim, olha, você dorme aqui essa noite que eu vou procurar o seu pai. Eu dormi na poltrona, do jeito que eu estava, assim encostei e dormi. Ela não achou meu pai. Os dias foram passando e ela falou, olha, vou alugar para você uma um quartinho, um lugar. Você sai, vai procurar. Aí eu comecei a andar pelo bairro, assim. E fui parar na rua José José Getúlio, que é uma travessa da... Tamandaré? Da Tamandaré. E ali eu achei um um, tem um um predinho acho que de que de três andares e tem uma escada, tinha uma quadra de tênis na José Getúlio. E esse predinho tinha uma placa, aluga-se um quarto. Aí eu fui lá, numa casa de família, e eu aluguei um quarto lá. Ela alugou para mim, pagou o primeiro mês.